Meus avós, eles são todos japoneses.

A minha mãe nasceu em São Paulo.

Somos da terceira geração ãh de uma família que veio do Japão.
Seus avós são japoneses, eles nasceram lá?
Nasceram todos lá e se conheceram todos aqui, no Brasil.
E como que é para você eh o contato assim com essa cultura deles, a adaptação?

Eu acho que foi minha mãe que ãh incentivou um pouco mais e incentiva até hoje ãh os filhos a se informarem mais sobre a cultura japonesa. Uhum. Né? Desde criança a gente tem alguns hábitos em casa até hoje. éh etiqueta, de comida, de língua, apesar de não se falar do idioma japonês em casa. Meu pai também, ele ele sabe da importância. E para a gente, pelo menos para mim, éh foi muito importante ter toda essa cultura né ou uma cultura um pouco adaptada ao ao Brasil. Até que depois de um tempo, quando eu tinha uns vinte e dois eu acho, até um pouco menos, eh eu até entrei um pouco mais em contato pelo fato de escrever um livro sobre a família da mãe do meu pai. Então, também eh, somado a isso, acho que duas viagens que eu fiz para o Japão também contribuíram bastante para eu também ter gosto né em em saber sobre a cultura dos meus antepassados. Eee e eu acho que assim quem me motiva o que motivou minha mãe, né, a ter, a empregar, não a empregar, mas... Fazer com que a gente se interessasse pela cultura, o fato da minha bisavó, mãe do meu avô, ser uma pessoa muito culta. Ela é uma pessoa realmente... Esses dias eu estava vendo um pouco das coisas dela. Né, uma pessoa realmente que teve uma educação acima da média.
Mas que que ela fazia, que que ela era?
Eu não tenho essas informações muito exatas, mas eu sei que ela foi uma professora de ikebana muito conceituada, né? Esses dias eu entrei em contato com alguns livros dela, né, que minha minha avó guarda até hoje. E são livros, éh... Ãh, livros bem difíceis de serem lidos... e no fim do do livro tem a assinatura dela. Então, pela caligrafia você percebe muito bem éh que era uma pessoa que que... uma pessoa mais sofisticada, né? E até um pouco... até o... minha avó quando... não, como é que foi? A mãe da minha bisavó, quando casou, é o sobrenome dela que foi, né, que foi preservado em vez do nome do marido, né, quando geralmente é. Nome do marido. É justamente porque era uma família muito éh...muito conceituada no Japão. Então, como essa família da minha bisavó não tinha homem, Então até ela e a irmã dela, né, os sobrenomes dela prevaleceram. Aí quando ela casou com o meu bisavô, não. Eee talvez toda essa história, né, até porque minha bisavó morava com a minha mãe, né, e minha mãe era muito ligada à minha bisavó, Eu acho que essa coisa passou, né de... entre as gerações. Isso é muito bom, né? Hoje em dia eu consigo tirar proveito, não sei se é a expressão é certa, mas... Valorizar.
É, exato. E seus avós faziam o quê? Qual era a atividade deles quando eles vieram para o Brasil...
É muito estranho, né? Por que que famílias tão tão conceituadas e com certo poder aquisitivo vieram para o Brasil éh éh começar do zero, né? Porque foi o que aconteceu. Eles tinham eh tinham poder aquisitivo eh, mas ãh eu sei do caso do meu bisavô pai Do meu avô. bisavô do meu pai. avô do meu pai. Que ele... Ele era importador, né? Ele trabalhava com importações. Eu acho que a economia não era muito favorável. Ele veio para cá em trinta e quatro eee muitos filhos dele estavam em treinidade militar. E no Japão não tinha jeito, né? Você completava... acho que dezoito anos também, e tinha que ir para a guerra. E assim que a esposa dele faleceu, porque ela não queria vir para o Brasil, ela queria ficar no Japão, ele pegou os filhos eee e veio para cá. Até eles saíram no jornal da cidade éh com essa pergunta, né? Por que que eles estavam vindo para cá?

Era uma das poucas casas lá que tinham cadeira, por exemplo, né? Éh... Tinham algumas características mais ocidentais, porque meu avô tinha contato, assim, com um pouco mais com europeus, com esse pessoal. É uma incógnita, assim, não dá para saber exatamente por que eles vieram para cá, né? Nem a a parte da da minha mãe

Então, todos tiveram que começar do zero. Eu sei um pouco mais da da família do meu pai, que começou ali perto de Duartina, né, na lavoura mesmo, plantando café, aquela coisa, aquela história toda.
Eles migraram direto para
É, foram direto para lá. Eles tiveram sorte de ir para lá. Né, porque eu acho que eles pegaram uma fase que eh... Não foi assim... Lógico que foi sofrido, né? Mas foi uma fase um pouco posterior, né? e quatro já tinham japoneses que já já tinham ganhado ga ganhado uma condição melhor para para viver, né? Então... Mas foi difícil o começo, porque não sabia que que era uma enxada, nunca tinha visto pé de café, pé de nada. Tanto que tem uma passagem engraçada que... Era uma entressafra, né? Então tinha lá os pés de café e quando isso acontece, entre as plantações de café, você planta soja, assim, para eles né para o pessoal ali, aquela agricultura de subsistência. Aí o o chefe lá pediu para eles irem tirar o mato né do cafezal. Aí foram lá, acho que meu bisavô e meu e dois tios avós, Aí começaram a matar todos os pé de soja. Então, eles não tinham noção do que era, né. Então, ao invés de tirar o mato, eles estavam matando toda a comida do do pessoal da da da fazenda. Foi um aprendizado para eles, foi bem difícil. Foi bem difícil até eles éh se adaptarem né ao à vida. de agricultor e no fim, né, deu certo. É, imagino, que deve ter sido... Foi foi bastante, porque para quem estudava nos melhores colégios ali do pelo menos da cidade que eles moravam né, morar em casa de madeira Enfim, ter que pisar na terra, né, é que eles num não tinham muita ideia.
Então e você falou você falou assim que a sua mãe que procurou cultivar mais os hábitos assim, mas que na na sua infância assim, pelo que você lembra, quais que hábitos que eram esses que vocês cultivavam dessa

Ela vinha não sei quantas vezes por semana em casa, acho que era uma vez por semana ou duas. E ela me ensinava um pouco da do idioma, algumas músicas, tudo mais. Eee um pouco também né da cultura. Em casa, naquela casa tinha uma salinha éh japonesa com tatame né. Eee o que eu mais posso lembrar é na é na hora de comer mesmo. Então éh, usar o hashi, né o palitinho, éh como segurar uma tigela, éh como segurar um copo de chá. como éh comer mesmo. Toda eti essa etiqueta que envolve alimentação né era bem ensinada exaustivamente. como comer arroz, né, que nosso arroz o arroz japonês é diferente, né que é possível cortar as coisas com o hashi, que...éh como você tem que se posicionar, né as coisa, a comida, prato, talher e E acho que a partir disso, pelo menos na minha visão eh, você vai entendendo qual é o funcionamento das coisas né eee. E se pagou tudo isso, porque quando eu fui para o Japão, realmente, né, como as coisas acontecem. Claro que alguns hábitos, éh com éh o Japão, veio um Japão para o Brasil, né, então quando eu fui para lá, Eu até tinha alguns hábitos daquele Japão que foi para o Brasil, que na verdade era da década de vinte ou trinta, né? Hoje em dia lá está está bem diferente. Né, e às vezes a pe as pessoas ficam até impressionadas com com algumas coisas antigas, né? Já meio ultrapassadas que eu sabia fazer, né?
Você preservou mais essa tradição, né? É
É, é. Mesmo até o idioma, né? Minha avó fala que hoje em dia ela assiste a tê vê japonesa, ela não entende muita coisa, porque as palavras mudaram, né? As pessoas mudaram muito, né? Era Ela é de um Japão diferente, né? Que ficou, congelou né aqui no Brasil. E lá a coisa andou, né? Então, é engraçado isso.
Interessante. Falando mais da sua infância, assim, como que era, assim, suas brincadeiras, a sua casa, como funcionava?
Era... Era animada, assim, a infância, porque tinha... Tinha meus dois irmãos mais velhos, né? Eu era o menor. Era uma casa é uma casa grande. Uhum.

Putz, a gente brincava de tudo Eu geralmente herdava os brinquedos dos meus irmãos. Lógico que eu ganhava também um monte de coisa éh, eu... Eu lembro que eu brincava bastante com eles, né? Com os carrinhos, os brinquedos. Tinha uns robozinhos, né? O nosso quarto era um três camas, né? A gente dormia tudo junto. Era uma zona. E eu lembro que na entrada tinha tinha uma porta de entrada, tinha uma escrivaninha. E aí tinha... Parecia um gol, assim, né? A entrada do quarto. Então a gente usava aquele aquela entrada para jogar futebol.
Um globo.
Um gol. Ah um Um gol de futebol. Então, a gente usava aquele aquele arco, assim né, não era não chegava a ser um arco, era retangular. Como se fosse um gol, né? Eee minha mãe odiava isso. Então, a gente pegava umas bolas mais leves, assim, né? E jogava. Tanto ali, a gente quebrou um monte de... de abajur, um monte de coisa tal que Minha mãe já ouvia o o abajur quebrando, ela já gritava lá da cozinha. E também tinha uma piscina em casa, né, que também dava para jogar eh, jogar bola. Antes de ter um jardim, era um gramado. Então dava para... Brincar de um monte de coisa também. Depois aí que fez o jardim, aí já não dava para brincar tanto ali. Tinha mais a piscina. Em casa era era mais, assim, brincar com meus irmãos mesmo. Eu não lembro muito do meu pai, da minha mãe, muito comigo brincando. Até porque eu acho que... Quando eu nasci, eu já era eles já eram um pouco mais velhos, né? Então, eu não sei se... Aí acho que coube aos meus irmãos fazer essa parte.
Quer dizer, vocês éh você incorporou bastante então... que vocês jogavam futebol, então você acabou incorporando bastante da cultura. Fazia meio uma mistura, né? Da casa. É...da cultura japonesa com a coisa brasileira. Até do espaço, né? A piscina, essa coisa. É, é
Assim... Porque eu nunca, a gente nunca participou de das comunidades éh nipo-brasileiras. Né, a gente... como meus primos, por exemplo, né, eles frequentavam mais. Eu tenho poucos amigos éh com ascendência japonesa. Uhum. Né Eu até estranhava um pouco, né? Eu lembro que eu perguntava para minha mãe éh por que que eu sou diferente, né? Às vezes eu ficava até bravo porque eu achava que era mais fácil ser do outro jeito, né? Porque como eu era um dos poucos japoneses, por exemplo, no maternal, no jardim da infância, não sei como é que falam hoje. A a brincadeira era em cima de mim, né? Quando alguém tinha que tirar um sarro, né Então, foi até, para mim, na época, eu lembro que era um saco, era um pouco traumático isso, ter que ficar lidando e tal, com com a criançada perguntando, né? Mas éh... Eu não lembro que minha mãe respondia. Mas eu não entendia muito bem. Uhum. Né? Ãh... Mas é lógico, aí depois você aprende e hoje em dia né você vai entendendo, aí você vai né sentir orgulho das suas raízes, de onde você veio e tudo mais. De repente, até pelo fato de eu ter um grande uma grande interrogação do que... essa coisa de identidade. Não que uma criança de no jardim da infância vá pensar muito nisso, mas pode até ter motivado a minha o meu interesse pelas raízes né das minhas da minha das famílias Né, então eh... Já tinha um clima que conspirava né a favor de... É, né, pode ter sido isso que aconteceu.

Então, você falou você começou a falar um pouco da escola, né? Dos colegas e tal. Como que era, assim? Quais escolas que você frequentou? Como que foi?
É, eu comecei no... Então, onde eu lembro eu comecei no Veracruz. No maternal lá do do Veracruz. Era... Era um espaço, para mim, era enorme, assim. Eu gostava bastante do espaço, né? Era todo cheio de areia. Acho que a única coisa pavimentada era a quadra mesmo. O resto era areia. Acho que tinha um terrão assim com alguns brinquedos. Era bem bem legal o espaço. E tinha lá os eh playground. Então tinha lá o trepa-trepa, a a roda, agora não sei o nome. Né você ficava girando. Tinha os cavalos de madeira, o que mais? E era cheio de árvore assim, era um lugar muito arborizado e. E tinha até muita, como fala, taturana lá. Então a gente ficava zoando com as taturanas, elas que elas queimavam ou não queimavam, a gente pegava aqueles copinhos de plástico, tampava elas. Elas queimavam o copo eh. Tinha um pavor dessas taturanas. Eee e aí, acho que um dia eu voltei lá. Cresceu bastante o lugar. Acho que não não tem mais areia, já pavimentaram tudo né.

Para mim era era legal, porque criança né, brincar na areia e tal.
E seus pais te incentivavam muito? Como que era essa relação dos estudos na sua casa?
É, eu não gostava muito de ir para a escola, né? Apesar de tra trazer o lugar, trazer uma lembrança boa, eu não gostava muito. Tanto que minha, isso eu não lembro, mas minha mãe fala que eu decretava feriado nas segundas-feira. Eu não ia. Quer dizer, eu ia Né, me jogavam lá. Eu não sei se eu cheguei a vencer alguma batalha, mas eu ia arrastado até lá, porque eu morava perto, né? Então, eu ia a pé até a até a escola. E eu chorava, esperneava. Eu não lembro disso, né? Isso é a minha mãe que conta eee. Porque eu também eu não tinha muitos amigos, assim Tinha alguns alguns amiguinhos lá que eu não não gostava muito, eles enchiam muito a minha paciência. Então, acho que por conta disso eu também ãh... Eu gostava da minha professora, do ambiente e tudo mais, mas tinha algumas pessoas que eu não sabia enfrentar muito bem Eu tinha eh, acho que dois bons, grandes amigos, assim, que eu sempre ia na casa, que ele vinha na minha casa, a gente brincava e tudo mais, mas... Mas a maioria, assim, eu não não sabia lidar muito. Era muita brincadeirinha, também pelo fato... de eu ser japonês, ser diferente e tudo mais. Então, tinham alguns alguns elementos ali que eu não não ia muito com a cara, não.
É, mas é bem comum isso entre as pessoas em geral eh. Esse período de escola, assim, esse mais dos primeiros anos, do até, enfim, que esse que você está contando, de alguma forma te influenciou para essa escolha profissional, assim?
Eu acho que sim, acho que eu já pensei nisso, porque como eu não como eu sempre fui uma pessoa mais observadora né, Primeiro olhar, ver como é que é todo o esquema, como funciona, como são as pessoas. Até porque sou bem tímido, né? Para começar a ficar à vontade e tal. Eu acho que sim, eu acho que tem muita influência, porque eh... Pelo menos a a profissão que eu escolhi, o jornalismo né, envolve muita observação né das pessoas. Percepção do ambiente as pessoas que estão nesse ambiente. Quer dizer, eu acho que sim. Acho que teve teve muita influência. E também o fato ah de eu ir um pouco ãh para o lado das humanas também. Eu não sei muito como isso aconteceu, mas provavelmente porque eu não me dei não não me dei muito com a matemática. Então, o que me restou foi o outro lado. A ciência também nunca me me atraiu muito. Então, talvez eu tenha ficado com o que sobrou. Então, vou ver se eu sou bom nisso né. Não que eu seja bom, mas eu me dou melhor do que com as outras áreas. Então, acho que...
Deu certo. Então, quer dizer, toda a sua trajetória da escola, você foi mais interessado nas ciências humanas?

Todos os estágios escolares, sempre.

Eu nunca tive paciência em resolver equação. Aham. Eh formas geométricas, nada.
Assim, mudando um pouquinho, assim, o foco, mas também sobre essa época, assim, você costumava sair, se divertir, essa vida mais social, como que era? Namorar?
Não, não, não. Eu ficava mais no núcleo clube do bolinha, né? Então, era mais eh jogar bola, jogar videogame, eh ir na casa do amigo, jogar botão. Jogar cartas, eu nunca fui de ir para festinha, essas coisas, raramente eu ia, assim. Essa vida social eu não tive muito na época, infância, adolescência, assim. Isso veio mais tarde, só.
Mais tarde, você disse, né?
Ah, acho que um pouco eh na fase mais do colegial ou da faculdade, né? no colegial um pouco menos. Eu viajava bastante com meus amigos na época de colegial, né? Fazia a gente viajava mais do que saía, assim, para as festas, para as baladas, essas coisa, né? Então, ia na casa, no fim de semana ia viajar na casa de praia de alguém, ou a gente pegava as férias escolares e fazia uma viagem pelo Brasil.
Que legal. Como que foi foram mais ou menos essas viagens? Teve alguma que tenha te marcado alguma coisa? Ah, ãh...
Teve uma que a gente foi até Olinda né de de ônibus. Então a gente ia parando nos lugares. Né eh a gente foi até, como chama ali, perto de Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Foi um monte de gente. E aí só tiveram três sobreviventes, né? Eu e mais dois amigos. E aí a gente seguiu e foi subindo, foi subindo.

É, que continuaram. O resto acho que acharam que já estava bom demais e voltou. Né, a gente quis um pouquinho mais longe, né, e no fim a gente che acabou indo até... O objetivo né inicial era chegar até Natal, fazer a pon chegar até o a ponta ali. Mas não deu tempo, então a gente voltou um pouco antes, porque a gente tinha que voltar para para a escola. E a outra, a gente fez a gente saiu de São Luís e foi até um pouco depois de Fortaleza, em Jericoacoara. Então, meu objetivo era chegar até a ponta, a gente também não conseguiu. Então, faltou ali João Pessoa e Natal para fechar as capitais né.
Mas era no colegial ainda?
colegial.
foi para você descobrir essa vida social assim, esses amigos com quem você viajava? Mudou muito?
Mudou bastante. Mudou bastante a minha visão sobre as coisas. Eu já tinha viajado muito né antes disso, mas é que o Brasil é é diferente né, as pessoas são diferentes, os lugares são completamente diferentes. É e eram viagens muito mais simples, assim, né? Tinha muito que eh... A gente pegava o ônibus, pegava o mapa e, não, vamos aqui, vamos lá. Quer dizer, a gente tinha uma ideia, a gente tinha planejado, mas a gente ia indo conforme os acontecimentos, né? Eee... Dormia nos... Desde, putz, nos pulgueiros, meu, nos hotel de rodoviária, tudo Nossa, horríveis, mas também às vezes a gente economizar um pouco para pegar um lugar melhor e a gente ia indo tentar visitar os lugares mais inusitados assim então hoje em dia a gente ouve muitos lugares que estão na moda né que a gente foi para lá e não tinha nem como chegar lá né então é por exemplo Itacaré É, era um lugar que poucas pessoas, a maioria que ia mesmo era surfista, porque tinham né boas ondas ali. Eu nunca fui surfista nem nada. Meus outros dois amigos achavam que surfavam Então, a gente foi até lá. Nossa Senhora! Era, assim, terrível. A gente pegava um ônibus caindo aos pedaços. Uma estrada de terra assim, acho que tinha cem, duzentos quilômetros. A gente fez em oito horas. Até porque o pneu furou também. e não tinha macaco, a galera teve que levantar no braço o ônibus. E fomo, e e aí hoje em dia é um lugar, até meus pais já foram lá, já asfaltaram a estrada, né, já tem um conforto, já tem lugares bons. Né, lá a gente chegou num lugar para comer,

E era um dos poucos lugares para comer, então... É... Tinha um... Então vê um pouco esse lado, assim, né? Do do turismo crescendo. E também muito do que é... Que é o povo lá no... Lá do Nordeste, né? Então a gente subiu em muito ônibus, muito caminhão... do pessoal, do povão mesmo lá, né? Né então, você tem uma... Com aquela idade, você tem uma noção melhor do que acontece ao seu redor. Porque quando você é adolescente, você acha que você resolve os problemas do mundo, né? Que você é um super-herói que vai... E nada lhe atinge, né? Eu, pelo menos, era dessa forma. Então, essas viagens foram boas para entender que né... O buraco é mais embaixo.
Mas apesar dessa coisa assim, dessa dessas condições que eram meio precárias e tal, você acha que tinha um lado que era legal, de aventura, assim, ou não?
Você achava que era uma coisa que era... Não, tinha, tinha, tinha. Tinha um... A gente tinha muito esse espírito de ver lugares no Brasil que ninguém tinha ido né. Na escolha dos lugares, esse era o. Critério. O critério, né? Então tinha um pouco de chegar e desbravar o lugar. Colocar a bandeira, chegamos aqui

É é, e às vezes também a gente optava por né eh... Por lugares, né? Diferentes, por transportes um pouco mais alternativos. Aproveitar essa... Porque como... Eu acho que hoje em dia eu não faria isso, porque hoje em dia você pensa mais... vou pelo lado mais seguro Né hoje em dia, por exemplo, eu não não pegaria, sei lá, uma Toyota caindo aos pedaços, pegar uma estrada e ir na caçamba, assim Então, tem um pouco desse espírito.

Meus pais sempre incentivaram essas viagens. Sempre, sempre. Lógico, né? A primeira reação deles é de preocupação, porque como assim Né vocês vão ficar tanto tempo fora e... Onde vocês vão comer? Onde vocês vão dormir? Né o que vocês vão fazer? Até por isso a gente aprendeu a planejar a atividade, a... a viagem, né, então a gente já deixava um roteiro, a gente vai ficar aqui, né, a gente vai daqui para lá, né, então eu ligo daqui, eu ligo de lá, Mas meus pais eram bem tranquilos, assim, quando eles sabem né onde eu estou, que que eu pelo menos o que que eu ia fazer né, eles sempre incentivaram a viagem, sempre. Eu acho que eles, até na média de pais, eles são ãh um pouco irresponsáveis. Mas eu acho que tem que ser um pouco, né? Se não, imagina, eu não ia sair de casa.
É, não aprende a se virar, né? Então, é como que foi assim? Quando você acabou o colégio, você foi para a faculdade direto? Como foi essa passagem? Essa passagem...
Essa passagem foi traumática, porque... Bom, aos dezessete anos você tem que decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida, né, basicamente. Quer dizer, fiquei um pouco assustado. E como eu nunca fui né muito afeito aos estudos... Minha mãe resolveu que no terceiro colegial eu faria a escola e o cursinho juntos. Puts, eu nem sabia o que eu queria fazer, para mim foi um inferno, né? Porque eu não sabia lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E foi uma fase ruim, assim, eu não gostei. A lembrança que eu tenho dessa fase é é meio pesada, assim, né? ter que ir para o para o colégio de manhã, depois ir para o cursinho à tarde, depois chegar em casa e estudar. Eu acho um pouco pesado. Tanto que né... Eu acho que da deve ser até por birra, não sei. Eu escolhi a carreiras que puts... Eu falava, meus pais, você está louco, você não vai fazer isso.

Tudo que não dá dinheiro, né? Ou que as pessoas acham que não dá dinheiro, né? Eh História, filosofia, letras...Éh que mais? Enfim... O que os mais éh experientes na vida acham que né você vai ser um largado na vida.
Não recomendo.

Então, tinha alto altas discussões né sobre, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, na verdade, enfim, nesse ano, nem sei o que que eu fiz, acho que eu pres cheguei até a prestar história, passei em alguma faculdade, mas eu nem também nem nem fui fazer inscrição, né, fiquei na minha. Aí, o que aconteceu? Aí depois eu fui fazer o cursinho Né acho que eu tinha dezoito anos, dezoito anos. Fui fazer cursinho e aí eu escolhi éh fazer duas faculdades, né? Então, eu escolhi uma que não ia dar dinheiro, que é História, e uma que ia dar um pouco menos de dinheiro, que era Jornalismo. Aí, está bom, vai. Vai, jornalismo passa. Não é o ideal, mas passa. Então, aí eu fiz, passei nas duas faculdades. Eu passei eh na USP em História eee na Metodista em Jornalismo né. Até foi... Eu até me orgulho de não ter prestado jornalismo na USP, porque eu nunca teria passado. Uhum. Né, eu sabia das minhas limitações. Então, meus pais também, então eles não não insistiram muito.

E aí eu fiz dois anos, as duas, né, e teve uma época que Eu entrava de manhã em uma, no jornalismo, ia até São Bernardo. Aí eu ia trabalhar à tarde, eh na Liberdade, no São Paulo Shimbum, um jornal étnico. E à noite eu ia para a faculdade de História. Aí não deu certo, né? É muita coisa.

que é lá no Butantã, lá na USP. Então, falei, nossa senhora, vou ficar louco. Aí eu pensei, eu faço jornalismo, que é bico, nunca estudei tão pouco na minha vida. Aí eu me formo, aí eu volto para a história, né, que é uma coisa mais mais trabalhada. Não é nada, nenhum bicho de sete cabeça, que quando você gosta, você faz as coisas, né? Mas aí, né, arranjei éh depois que eu me formei, não voltei para a história, acho que eu consegui um trabalho logo de cara. E aí você quer trabalhar, você está animado para fazer as coisa, entrar no mercado de trabalho, ganhar experiência. E aí foi passando, foi passando, e aí eu não voltei para a história. Aí você tem um limite para voltar, né? Na USP. Então, eu sou um historiador frustrado.
Então, retomando aqui o que a gente estava conversando, você estava falando dessa época da faculdade, né? É Ah na verdade, eu queria saber e né como que foi assim essa essa vida mais social nessa época? E até a sua vida afetiva, você tinha namorada, como que foi? Ãh
A faculdade... A faculdade foi uma outra descoberta, assim, que eram pessoas novas para mim, diferentes, né? Ãh Tinha gente de tudo quanto era lado. Eu não sei se pelo fato de ser ali no á bê cê em São Bernardo e também de... porque é próximo da Baixada, próximo de alguns outros lugares, que é fora do núcleo que eu vivia, né? Que era mais zona oeste de São Paulo. Eu conheci gente de tudo quanto era lugar, vinha gente do interior, era uma festa aquele lugar. Então a classe começa com cem, oitenta pessoas, né, vindo de de tudo quanto é cidade no interior, né, da Baixada, São Vicente, Santos, Guarujá, né, e até de outros bairros né do de São Paulo. Então, para mim foi foi ótimo. Eu adoro diversidade. Então, para mim, eu carrego amigos né até hoje. Hoje é engraçado quando são amigos de faculdade e agora são amigos de profissão. Então, mantenho amizades muito legais.

Tenho muitas amizades no á bê cê Á bê cê para mim também era um mundo novo. E hoje em dia eu conheço muito bem, porque eu trabalhei lá num jornal de bairro né. Então, eu corria para tudo quanto é canto. Eee outra coisa é que você se sente adulto né, com dezoito anos, dezenove né, você acha que é gente né nessa idade. Você acha que você pode fazer um monte de coisa que você não fazia quando você tinha... Né então se aí ganhei um carro ia para lá éh tinha

A Metodista era fraca nesse ponto social, não tinha cervejada, né, como você vê hoje meu em todas as faculdades. Hoje em dia até que fazem, mas ela sevi sempre teve um lado provinciano, né, o que eu eu gostava né, de ser uma coisa meio tudo no improviso, tudo mal feito, de última hora, mas era legal. Então, na verdade, a gente fazia o nosso, a gente ficava lá eh, tinha o o Camelão no começo né, que era um boteco lá, Na frente da faculdade, a gente ficava lá depois, tomando uma cervejinha, trocando ideia, jogando sinuca, aquela coisa de universitário vagabundo né ãh. Vagabundo no bom sentido, né, porque não sou contra quem faz isso. Eu acho que faz parte de uma fase. Né até que depois esse camelão fechou porque o dono lá estava envolvido em umas maracutaia. Né a gente se transferiu ia se transferindo para outros bares.

Era um boteco mais sujo que o camelão, era terrível aquele lugar.

Em vez de ele passar pela porta, no balcão, ele pulava o balcão. E era um um senhor de idade, gordo, assim, era engraçado ãh. Depois, ficou meio perigoso ali o tal da parada obrigatória, né? Virou um ponto meio estranho. Então, até que um dia o senhor

E aí vieram outros donos, mas o bar não ficou a mesma coisa. Inclusive, foi naquele bar que a gente viu o onze de setembro.

A gente estava lá. Na verdade, a gente nem estava vendo nada, né? A gente estava jogando sinuca, né? Aquela coisa vagabunda. Eee a mãe de um colega nosso ligou no celular dele e ele falou Mãe, você está louca? Lógico que não. Né e desligou o telefone.

Minha mãe falou que bateu um avião no no nas Torres Gêmeas. Acho que ela falou até Empire State. Né não sei. Aí ele aí a gente, nossa, que absurdo isso, não pode ser, né? E continuou jogando. Aí ele, porque ele sempre tira sarro das origens dele, né? Falou ah, minha mãe é boliviana mesmo, não entende nada né. Que de fato é boliviana. <laughs> E aí a gente continua jogando, mas aí começou a vir um monte de gente e falar, nossa, vocês viram?

Vocês viram? Aí a gente ligou a tê vê do bar, pediu para o cara ligar lá e estava rolando tudo já, né?

Parou tudo o que estava fazendo. Eu, pelo menos, deixei tudo. Aí eu voltei para casa, ouvindo rádio, todo atentado. E quando eu estava voltando, estava na Bandeirantes, o radialista lá que tinha escritório em... Não sei onde, quando caiu o o outro avião na... Esqueci.

Nossa senhora. Desespero. Voltei para a casa, liguei a tê vê e ficava com todos os canais ligados, o rádio ligados, tentando saber tudo o que estava acontecendo. Mas enfim ãh.

E era o Supra, que era uma lanchonete lá e. E era basicamente assim, né, a gente fazia o social depois das aulas, ficava lá, às vezes a gente esticava um pouco mais, principalmente de sexta-feira, né, aquela coisa toda, né, e vinha toda a faculdade, vinha os outros cursos. tal mas a Metodista nunca organizou nada assim de festa, não tinha não tinha balada. Pelo menos naquela época, quer dizer, centro acadêmico era uma piada. Era uma menina lá do pê esse tê ú que comandava e achava que ia fazer a revolução do universo né. E ela ficava com essa mania de grandeza, a gente querendo festa, então deixar ela com a loucura dela e a gente faz a nossa festa, né? E não tinha muito, assim, então a gente combinava entre a gente de sair, de ir para para os bares. A gente frequentava muito a Avenida Kennedy, ali em São Bernardo, que tem uns bares, né?

E era era mais isso. Quanto à minha vida afetiva, que você perguntou, né?

não, estou brincando, eu estou brincando

Não, eu nunca tive, assim, éh namoros. Uhum. Longos e duradouros. Não sei se foi por opção ou por ãh ou por timidez, por não saber lidar muito com algumas situações. Né fico meio apavorado em algumas ocasiões. Então, eu não não tive muitas namoradas. Aliás, ãh oficialmente, assim, nunca tive. mais éh oficiosamente né, mas que também não não considerava, eram mais casos do que éh. Namoro oficial. Do que namoro oficial, não. Hoje em dia, né, a gente fica um pouco mais focado e preocupado, né, porque os anos vão passando, Então, a gente se dedica um pouco mais né para melhorar algumas coisas. Né e está dando certo. <laughs>

Então, éh essa sua trajetória, que você está falando da faculdade, enfim, essa vida social, se a mais uma curiosidade, na verdade. Essa ela definiu seus gostos, suas opções? Você acha que tem isso? A o seu

Definiu né ãh Definiu, foram moldados muitas coisas, né? Assim, eu sempre... Uma coisa que eu acho que vem muito do meu avô, né, ter esse espírito mais aventureiro, né, de explorar as coisas, também de gostar de viajar, né, e fazendo amizades com o pessoal de outros lugares, né, também permitiu eu eh conhecer outras cidades, né, outras pessoas, né. Eu aprendi muito, né.

É uma dinâmica diferente a família dele, né? Eu achei muito interessante. Eh ãh que mais? Mesmo as outras casas, né? Eu gosto de ver as coisas, como elas funcionam. E com certeza isso vai moldando algumas coisas, né? São são informações que você transforma em algumas ferramentas, né? Para usar mais para frente. Então, eu acho que sim, né? A convivência com essas pessoas, eu acho que principalmente os da faculdade, me fizeram enxergar algumas outras coisas Né a me aperfeiçoar um pouco mais né. Porque antes eu era... Éh... Meu pai até brinca que até hoje eu sou um adolescente mal resolvido. Ele tem as razões dele, sim, com certeza. Mas eu já eu acho que eu já melhorei bastante, né? Acho que hoje ele não falaria isso. Talvez falaria para tirar um sarro. Mas é... Né? Às vezes hoje eu vejo muita gente como eu era. E eu falo, nossa senhora, que vergonha.

Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz por ter por ter progredido né. Eu vejo pessoas também que eu conhecia em uma certa época que continuam iguais né, com as mesmas com as mesmas coisas. Então, pelo menos eh, parece que eu me moldei, que eu soube é usar as coisas que eu observei e aprendi né a me aperfeiçoar.

Ele, não sei como é que eu falo, mas ele era ele é uma pessoa tão simples, E parece que ele assumia um pouco o lado que minha mãe sempre assumiu em casa, né?

Você está na mesa de almoço, ele te servir né, ele tirar o prato né. Engraçado. Uma coisa tão simples, tão besta né, naquele momento eu falo, nossa.
Chama atenção.
Chama atenção. Por que que acontece em casa? Como minha mãe sempre faz essas coisas, você não atenta muito. Poxa, em casa só só tem homem, inclusive o cachorro é macho. Então, você não tenta certas coisas, né? Então, é natural que a sua mãe faça algumas coisas. Mas aí, não, não precisa ser bem assim. Hoje em dia que meu pai é aposentado né, ele faz um pouco mais esse papel, né? Mas éh... E aí tem muito do lado japonês, né? Meu pai senta e é servido, come, baixa a cabeça, come... Fala uma coisa ou outra. Que um dia meu pai falou que o pai dele era assim, né? Não podia falar nada na mesa. Era só comer. Só comia. E imagina porque era meu avô, minha avó, meu pai e quatro irmãs, né? Então imagina elas que gostam de falar eh. Então, né? Essas coisas são interessantes. E eu viajei... muito para fora também, né? Então eu via mu vi muitas coisas, né? Que na hora também você não entende. E agora quando você esclarece um pouco mais as ideias na sua cabeça, você entende as razões, né? Por que elas acontecem. E aí você constrói o que chamam hoje né de bom senso, né? Espero que eu tenha isso, né? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho um pouco. Mais do que eu tinha antes.
Mas e eh outra curiosidade assim, hoje que você tem essa personalidade, que você amadureceu e tal, né pelo que você falou. Uhum. Que tipo de coisa que você gosta assim, de de relação a filme, música? Ah

Então, por exemplo né, quando eu eu era... Mais de faculdade, essas coisas, né? Pô, assisti uns filmes que hoje em dia eu falo, nossa, como é que eu assisti isso, né? Os filme nada a ver. E e e esses filmes meio cabeça, né? Mas foi foi bom para a minha formação, né? Hoje em dia eu não assistiria, mas foi bom para a minha formação. Acho que minha mãe também me incentivava muito. E me incentiva muito nè. Então, ah... eu assis uma coisa que ficou muito, quer dizer, eu gosto muito do cinema japonês, chinês, né, isso ficou. Mas eu assistia tudo que era filme. Eu assistia filme puts da Sérvia, da... do Irã, do Cazaquistão, do sei lá de onde. Eu assistia a todos esses filmes. É né eu ia nessa amostra de cinema eu assistia tudo né quando eu tinha eh quando só estudava. Hoje em dia eu não não conseguiria assistir algumas coisas né, mas eu sempre tive gosto por esse lado eh cinema alternativo, né, porque como era eu e minha turma de de amigos no colégio a gente tinha tendências mais esquerdistas, né, que no fundo é legal, né mas depois a gente vê que é uma bobagem. A gente não gostava muito dessa coisa hollywoodiana, tal, mas hoje eu vejo que entretenimento é muito importante, porque tem dias que você não está afim de assistir o Abbas Kiarostami falando sobre o gosto da cereja, não sei se é dele também, mas enfim. Hoje você quer chegar em casa e assistir um filme idiota, até dublado, para num você não fazer esforço para ler a legenda, sabe? Então, são coisas que né você vai você vai construindo. Não sei se é melhorar ou piorar. Né não sei qual que é o termo. Mas eh hoje em dia eu assisto filmes mais entretenimento. Eu tento assistir filmes que vão contribuir para o meu trabalho. Uhum. Né Até mais para usar no meu dia a dia. Assim como livro. Eu nunca gostei de livros, esses livros que eu tentava ler, né? Aliás, acho que eu nem tentava, as tipo, livro de escola, Senhora, essas coisas chata para burro.

Hoje em dia, alguns anos atrás, eu começo a ler um livro, eu não gosto, eu já já paro. Porque o tempo hoje é tão escasso que perder tempo com um neguinho falando besteira, pelo menos o que eu acho que é... Não besteira, acho que é um termo um pouco mais pesado, mas coisas que eu não acredito ou que eu não levo muito a sério. Uhum. Né eu acho melhor, tudo bem, você acredita nisso ou não, você fica aqui, eu vou tentar outras coisas, né? Então, hoje em dia é assim, né? Até revista

Eu, revistas, eu não leio tanto Tipo, Veja, essas... Eu leio só quando são esses escândalos que tem hoje em dia, que aí é legal você se informar. Eu prefiro rádio, né? E jornal de manhã eu leio alguns cadernos, de esporte, claro. Mas hoje em dia o Palmeiras está tão triste que... Você gosta de esporte? Eu gosto. Mas rádio, para mim, é o principal meio de comunicação nè, desde sempre. Sempre gostei, desde quando meu pai me levava para a escola ouvindo a Jovem Pan, que era o... como é que é? São xis horas, repita, xis horas né. Então, desde essa época, quando meu pai me levava para a escola, eu ouço rádio. Jornal pelas Manhãs. Legal
Você disse que está... que você vê os filmes e lê algumas coisas que contribuem para o seu trabalho, né? Você disse que está. Aham. Agora com uma empresa. Como que foi esse processo de você resolver abrir a empresa? Como foi esse esse. Ah. Esse processo para você?

Eu faço parte de uma ONG nè, chama CISV, Children International Summer Village. Hoje, né, até o dia vinte e três, eu estou como vice-presidente. Só que eu estou nessa organização desde os meus dez anos. Meu irmão mais velho começou com dez anos, hoje ele tem trinta e cinco, alguma coisa assim. Minha mãe foi uma pessoa que trabalhou, se dedicou muito para essa organização. Muito, muito. Talvez hoje eu me dedique também bastante em função dela. Talvez. É uma coisa meio inconsciente que você vai fazendo as coisas e vai nè. Eee essa organização ela trabalha com o desenvolvimento de liderança. desde eh dos dez anos. Então, ãh eu fui crescendo na organização né, tive muitas alegrias e uma das minhas maiores tristezas né foi um grande aprendizado até chegar eh na na posi na na função que eu exerço hoje. E como ela envolve desenvolvimento né das capacidades de liderança eh, você vai pensando muito, você vai ganhando muito uma visão empreendedora da coisa. Eu acho que isso foi se desenvolvendo em mim. Também conta muito o fato de eu ter entrado em contato com a história do meu avô e ele ter também eh esse lado empreendedor. E aí eu fiz uma viagem ãh para o Japão ano passado com um amigo meu, né, que ele trabalha com empreendedorismo, então vai vendo, né, a coisa vai se somando. E lá a gente ficava reparando muito, né? em como funciona o país, né, como os negócios funcio funcionam lá, como é o serviço lá. Né isso foi o que a gente mais reparou né. Como eles eh eh eh como os funcionários tratam você realmente como você quer ser tratado. isso contou muito, assim, a gente observava, falava, nossa, eu quero fazer a mesma coisa quando chegar no Brasil, tal, não sei o quê. E aí a gente entrou em contato com um modelo de internet café lá né. Que é o quê?

Tem lá os computadores, eh tem umas mesinhas né, tem uma biblioteca de gibi, né, de na verdade é mangá, né, que ele chama revista, dê vê dè, videogame, né, porque até tem espaço, tem umas baias com tê vê, dê vê dê, tê vê, videogame, né, as baias com computador e escrivaninhas. É um espaço que os que as pessoas usam para... para dar uma relaxada. Tinha até tinha até uns com sofás, assim, né? E é meio o esquema self-service, então tinha lá a máquina de café, a máquina de salgadinho, então o cara ia lá, tal, não sei o quê. Então era um lugar que o japonês ficava tranquilo, né? Lugar de privacidade. E era um esquema bem bem legal, enfim. A gente voltou para o Brasil querendo fazer alguma coisa. Eu gosto do jornalismo, mas ele me limitava muito. Era um lado emprendor empreendedor que queria nascer. E mesmo assim, a a a minha função de repórter né me limitava um pouco. E eu nunca quis assumir posições maiores dentro do jornalismo. Nunca sonhei em ser editor, ser... Porque a imagem que eu tenho, as pessoas que eu conheci que que ocupam, ocuparam essas funções, né é uma vida que eu não não me via tendo. Enfim, né, aí coincidiu também uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos. E vi lá, o né os Estados Unidos tem todos os seus defeitos, mas eles têm um lado de da pe de de você, realmente, se você tiver afim de né encarar um negócio né, você tem um incentivo né, você pode fazer né. Isso é muito legal que eu gostei de lá, que eu gosto quando eu vou para lá. Poucas vezes que eu fui, pelo menos todas as vezes eu fui muito bem tratado. E só, lógico, nos aeroportos, né que só não pedem para você ficar pelado. Porque eh então, foi uma soma né de coisas que eu vi e ia falar, quer saber, foi até um pouco irresponsável e inconsequente, talvez aí esteja o lado que meu pai fala que eu sou um adolescente mal resolvido. E saí da revista que eu trabalhava e fui fui abrir esse negócio.

E resolvi abrir a í dê Familiar né que... Pegando a experiência do meu livro com a família do meu pai, eu... Inicialmente seria, quer dizer, a ideia nasceu do Internet Café e foi para essa, no começo, editora. Então a gente ia fazer livros de família. Tanto que o começo do ãh do do negócio ia se chamar ai dí Books. Né mas aí, como agora não é mais editora, envolve diversas outras atividades, né, a gente vol a gente mudou para í dê Familiar, enfim.

E agora eu estou nesse negócio, desenvolvendo né esse negócio de trabalhar com a memória da família. Seja eh escrever livros, fazer dê vê dês, né a gente tem umas ideias, uns diferenciais, enfim, né, trabalhando nessa nessas ideias.
Aí você falou que você escreveu um livro né sobre o seu a sua avó paterna.
Isso, avó paterna. Foi...
Foi esse o prime seu primeiro trabalho dentro disso, então?
Foi, foi.

Assim por é por que que a questão é por que a escolha da sua avó paterna? Ah, tá. E por que, como foi que isso
Bom, esse livro aconteceu ãh com a morte do meu avô, pai do meu pai, né? Ele faleceu em noventa e oito e foi uma morte muito sentida dentro da família. Porque, na verdade, ele veio sozinho para o Brasil com dezoito anos, dezessete para E minha avó conheceu ele, né, se casou com ele, e ele já tinha um negócio em Duartino, né, de secos e molhados, né, que é onde você vende desde alfinete a adubo. E foi ele que chamou os irmãos da minha avó para compor a sociedade do negócio. Então, quer dizer, ele fe ele meio que fez da família da da esposa dele a família dele no Brasil né eee

Pelo fato de ele ter unificado né a família em torno de um negócio que deu muito certo, fez muito sucesso, ficou muito grande.

Não teve um fim tão legal. Eee, quer dizer...

E quando ele morreu, meu pai e uma prima dele, por que não escrever algumas memórias do meu avô? Uhum Conversa vai, conversa vem, blá, blá, blá. A prima do meu pai é historiadora, não sei o quê. Começou um movimento ali, aqui, enfim. Aí chegou uma hora, truncou. Ficou um tempo parado. Aí meu pai me chamou para uma reunião uma vez, porque eu já estava falando de jornalismo e história. Eu estava quietinho, sentado no meu canto né. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí todo mundo olhou para mim né. Aí eu falei, ah, eu faço.

Vamos ver o que vai sair. E saiu.

Acho que ficou um... um material legal, né? É lógico que quando eu fiz eu tinha vinte... não sei, vinte e um, vinte e dois, não lembro direito. Hoje eu faria diferente, né? Hoje eu pelo menos eu tenho a cabeça um pouco mais... menos turbulenta. Acho que até eu estou tentando refazer né algumas coisas. Então foi o que aconteceu e aí eu entrei em contato com os irmãos da minha avó né, com primos do meu pai, que aliás também são meus primos, que eu sempre via em eventos familiares, mas eu nunca sabia quem era. E aí eu descobri o que que é um tio-avô, o que que é um tio a uma tia primo de terceiro grau, quarto grau e por aí vai né. Todas as, também eh, alguns hábitos eh japoneses da época que você vem sabendo. Outras coisas da família que são super confidenciais, você fica sabendo. E é lógico que né eh contaram para mim caráter confidencial, é morrer comigo, a não ser que eu né deixe registrado em alguma em algum lugar, nem sei, mas eu lembro de tudo. E para mim foi muito enriquecedor, né? Eee E acho que aquele meu lado que ficava um pouco incompleto sobre eh o ser né descendente de japonês né, tem a definição do pai de um amigo meu, que ele fala muito bem, né, essas pessoas que são descendentes, né, que você vive eh ou num não Brasil ou num não Japão, né. Você não é nem um nem outro, você meio que fica num espaço meio alternativo, não sei, um espaço meio entre os dois mundos, né. É meio fantasioso, mas é um pouco verdade, né? Porque aqui, às vezes, você não é considerado muito brasileiro. Lá, quando você vai, você não é japonês, você é estrangeiro. Então, enfim, remete a muitas coisas. E esse trabalho eh completou um pouco né essa questão. Eee e aí eu soube exatamente de onde eu vim, né? Muito mais. O que eu sabia muito por cima, eu soube nos mínimos detalhes.
Nesse a sua fonte foi eh essas essas conversas que você teve com os seus parentes? Teve mais alguma outra?
Eu conversei só com familiares mesmo. Minha avó, os irmãos da minha avó, os primos mais velhos. Eh o que mais? Basicamente.
Quanto tempo você em quanto tempo que você fez?
Eu não lembro quanto tem Eu acho que foi um ano, um ano e meio. Por aí.
E depois, nessa eh ô ene gê que você trabalha, né? Você produziu mais algum outros um outro trabalho de memória, assim?
Não, não, não. Lá é mais... Bom, hoje eu estou na parte mais administrativa, né?

E e também as pessoas com quem eu trabalho lá na diretoria também eh... Eu aprendi muito, muito mesmo, né, com todos eles. Também ajudou muito nesse no caminho que eu estou tomando hoje.

Mas não lá eh... É é um desenvolvimento de liderança que você começa com as crianças né. Então você...